Vamos vamos lá.

Queria que você começasse dizendo o seu nome completo, a cidade e o local do seu nascimento.

E quando eh lá no Nordeste, principalmente, esse mês de junho é considerado eh mês de São João. Então eh, um outro meu irmão já havia nascido nesse mesmo mês, mas no dia de Santo Antônio, que por sinal também é no mês de junho.

Então, nossos nomes estão invertidos. Meu irmão nasceu dia de São

São João então é uma data fácil

Você se se lembra, sabe, histórias dos seus avós? Eles são de lá? Você consegue se lembrar?
Olha, como eu sou o caçula da minha família, uma família de nove irmãos, eh quando eu nasci, na verdade, o meu pai já tinha jeito de avô. Então, eu não tive a felicidade de conhecer nenhum dos avós, nem da parte da minha mãe, nem da parte do meu pai. eh O que eu se eh sei, por informação dos mais velhos, É que eles são eh da região, né? Deve ser descendente de portugueses. eh O meu pai tinha olhos claros. ah ah Alguém disse que tinha influência também holandesa. E E a minha mãe era mais morena. Alguém disse também que tinha um pouco de influência indígena, né? Da região onde a gente nasceu.

Pais então eh você me Eles nasceram lá aham você sabe um pouco da história deles? Como eles se conheceram? aham
Olha eh, naquela época ta, pelo pelo que eles conta, também era interessante. Os costumes eram outros. eh e E um uma coisa curiosa que eu me lembro é que o meu pai, ele casou com certa idade, acho que trinta e E ele era de uma pessoa de posses na época que ele nasceu. E

Então, tinha uma família, que era os pais da minha mãe, que tinha algumas filhas, né? E o interesse inicial dele era por uma das irmãs da minha mãe mais velha já. Mas, como ela já tinha um compromisso, A minha mãe conta que ela falou, ah, eu posso, <laughs> eu posso me casar com ele. Então, ele acabou se casando assim. Não teve, assim, muito namoro e nem muita... foi mais uma decisão da hora. O meu pai, ele era muito conservador, então essa questão da família era muito importante. E ele sabia que a minha mãe era de uma família boa, então aquilo era o suficiente. Então, ele ele tinha trinta e oito anos ou trinta e Seis eu sei que casou com a idade do dobro da minha mãe. E é curioso que eh ele acabou eh ficando vivo e minha mãe minha mãe faleceu, e ele ainda viveu uns eh quinze anos após o falecimento da minha mãe. que é o que se O que se é é mais comum é quando há uma diferença de idade, o mais novo né acaba ficando... O mais velho morre primeiro né, mas não foi o que aconteceu.
E então, eles se casaram.

E lá eh foi aonde eu tive as primeiras lembranças de infância, de brincadeiras.

Então, estava sempre viajando de, que eram mais ou menos uns trinta quilômetros do sítio para a cidade. Então, a gente fazia esse eh essa viagem, montada a cavalo, naturalmente, e eu tenho até algumas passagens, algumas lembranças. relativo a esse essa viagem que a gente fazia, às vezes a família inteira, às vezes, como aconteceu comigo, sozinho.

Conta para a gente. É Para o meu pai, eu me lembro que ele, na maneira de pensar dele assim, o filho era aquela pessoa que tinha que ser corajoso, que tinha que ser né forte. Enfim, o homem era superior. Né E ele, quando a gente estava na cidade, ele tomava todo o cuidado para que a gente não chegasse perto de veículos motorizados, de caminhão, essas coisas que naquela época, é claro, tinham muito poucos automóveis.

Em compensação, toda atividade que eu fazia ligado ao rio ou liguado ligado a animais, à roça, ao sítio, ele achava normal, não tinha perigo nenhum para ele. Então, no rio eh, quando eu ia nadar no rio São Francisco, Ele nem se importava.

E era tão largo que a gente, de um lado, não conseguia identificar a pessoa do outro lado do rio. Apenas um vulto, não dava às vezes nem para distinguir se era homem ou mulher. E o meu pai... Mesmo se a gente, não, pode ir, meu filho, a vontade. Graças a Deus, acho que ele nos protegeu e nunca aconteceu nada de grave. E com relação à à vida no campo também, ele achava aquilo normal. Se montasse um cavalo, né, e levasse um tombo, aquilo era nor, não tinha perigo nenhum. E foi por isso que numa... Um dia eh, ele me deixou na cidade e eu precisava levar alguma coisa lá para o sítio, mantimentos, a gente comprava e levava. Então eh, ele falou, você dá conta de ir sozinho? Tudo bem, né? Então, eu eu tinha um um cavalo que já era acostumado eh a montar nele, mais ou menos manso, e eu digo,

E o começo da viagem foi normal, montei no cavalo e tal, saí trotando e tal. Galopando até, no começo, e todo feliz. Só que chegou num certo trecho da estrada, o cavalo começou a... não chegou a se empacar, mas começou a caminhar. E nu nada que eu fizesse conseguia fazer ele aumentar a velocidade. Eu usava espora aqui no pé, no fim, até o calcanhar estava machucado de eu. Eu esporava e o cavalo nem estava aí. Naquele passo, só toque, toque, toque. E esse itinerário entre a cidade e o sítio, eu tinha que atravessar duas serras.

Então, eu quando eu cheguei na primeira serra que ia descendo para a aldeia, a o sol já tinha se posto e começou a escurecer. Então, o ritmo era aquele. Eu comecei a ficar com medo, mas não conseguia. Durante um trecho, eu ainda, para ganhar tempo, desci do cavalo e saí correndo atrás dele, açoitando, para ver se acelerava. Enquanto eu estava a pé, ele ia rápido. Depois eu montava e ele, toque, toque, voltava para o mesmo ritmo. Aí, pior, além da escuridão da noite, começou a chover. E era trovão e relâmpago. E a primeira serra, a subida era bem tênue, bem leve, mas a descida era bem acentuada. E o cavalo mesmo caminhando, né? se Hora escorregando, hora se se equilibrando. A verdade é que eu ia com muito medo. Então, descia a serra.

Quando eu cheguei lá, eu já ia com medo. Aí, atravessando, e passei em frente a uma cabana, assim. Aí, um índio que estava lá na porta falou, ó, meu filho, para onde você vai? Eles eram índios que falavam português, né? Apenas pertenciam àquela àquela origem lá dos Pancarus.

Ah, meu homem, você não está com medo do lobisomem, né? E eu que <laughs> já estava com medo ainda. Não, tudo bem. Não, não vai não não vai essa hora que você vai ter que subir a outra serra ainda para chegar lá. E além dos bichos que você pode encontrar na outra serra, você pode encontrar uma onça também. Eu digo ah meu Deus que né Aí tinha um certo espaço. Não, vem. Ele insistiu. Aí eu né en aceitei o convite dele né. Entrei na cabana dele lá. Pegou o meu cavalo, botou amarrou lá no pasto para comer. eh Serviu um um peixe né um peixe com com um peixe com com a farinha que era feita de uma mandioca brava sabe. Então mas eu estava com fome né, mesmo assim, consegui comer. E eh Ela armou uma rede, ali desculpe, uma esteira de de folha de bananeira né e eu dormi. Enquanto eu estava lá na na aldeia né, eu eu apareceu uma moça que que era filha do índio né, estava estava toda encaroçada né. Aí eu perguntei o que tinha acontecido né. Aí ele falou que ontem ela participou da festa do cansanção, que era uma cerimônia que eles re realizavam lá. E Até eu já tinha assistido esse tipo de dança né. Eles formavam num terreiro lá e dançava balançando. E uma moça, ela ficava com pouca roupa assim ape, deixando parte da pele exposta, e se e as pessoas batiam com com com ortiga, um tipo de de de planta né que fere, e aquilo lá era a homenagem que elas estavam fazendo, a rainha do cansanção, que eles chamavam né. Então, ela depois ela voltou e estava lá fazendo o tratamento. Quer dizer, tinha sido uma festa <laughs> dura de. Aí eu, no dia seguinte, <coughs> peguei o cavalo de novo. Novamente, o cavalo saiu garro galopando logo cedinho de manhã. Mas aí, na segunda serra, ele já começou a andar devagar. Nessa segunda serra eh , o que eu vi também... Nessa altura, o medo era muito menor porque era de dia e eu já tinha passado pela parte mais difícil né. E aí, na subida da serra, o que eu pude ver foi uma... Onça pequena, tipo de jaguatirica né, correndo assim, mas passando longe. Eu tomei um susto, mas, felizmente, ela foi embora. Aí desci a serra.

Passei por dentro, que era a última habitação indígena que existia na região. Aí, finalmente, eu cheguei lá na casa do meu pai, que ele estava no sítio. Aí ele só falou, ô, meu filho, por que você demorou tanto? Isso é história <laughs> muito longa para contar. E foi mais ou menos assim, essa aventura que eu vivi quando era criança, que eu guardei muito na memória né, esse episódio.
E da, dessa mesma época, vo você falou que ia para a cidade porque não tinha escola no no no sítio eh eh sítio. O que é que você lembra da escola? Desse Você e seu irmão, iam juntos? Aham a professora, como que era a classe?

O meu pai, como eu falei no início, ele quando casou, tinha uma situação boa para a região né. Tinha um bom eh criatório, como a gente chamava né de ih. E uma situação ele te te, tem até as fotos dele assim, com ternos e casemira inglesa, enfim, era um era um bom partido na época que casou. Mas, com o advento de secas e mais secas eh, o patrimônio dele era mais de animais, e morreram muitos, e ele também não era previdente. A família foi crescendo, e as secas, quando eu nasci, a nossa situação financeira era bem difícil né. Então, eu me lembro que quando eu fui para a escola, eu acho que estava no auge da dificuldade financeira. A essa altura, quando eu entrei na escola, os meus irmãos mais velhos já tinham vindo para o Sul. E eles, de vez em quando, mandavam alguma ajuda. E a minha infância, assim, na escola, eu me lembro, foi muito sofrida, né? Porque eu era muito dedicado, mas não tinha recurso. Eu Me lembro de uma época que eu chegava a ir para a escola até com um tamanco só. Que eu ia E tamanco é o calçado mais barato. Eu me lembro que eu perdi um e <laughs> nunca esqueço de uma vez que eu fui e voltei só com um tamanco. Mas eu era, assim, muito dedicado à escola. Sempre fui desde criança. Assim eh Era, enfim, bem comportado, que eu não sei se isso é vantagem, <laughs> mas era uma das virtudes. Não As pessoas até diziam que eu era muito inteligente, mas eu sempre me considerei muito dedicado. Né Então, eu sempre estava entre os primeiros da classe.

Muito tempo depois, eu cheguei a rever essa professora.

Então, eu vivi essa época da do do ensino primário, que, na minha cidade eh, a escola ia só até o terce ao quarto ano primário. Então lá, eh quando eu entrei lá, eles chamavam de primeiro, segundo e terceiro preliminar. Aí Depois tinha mais quatro anos, que era chamado de <coughs> do curso primário. Aí, terminava o curso primário, a gente não tinha mais opção.

Mas eu terminei essa esse nível da escola e, não de escola, não tinha mais recursos. Tinha que achar uma solução. Eh eu O que eu me lembro que de que ocorreu quando eu terminei a escola e e fiquei mais ou menos um ou dois anos sem poder estudar mais, é que também até para ajudar, ao meu próprio... para ter o próprio ganho independência financeira.

E ele, então, me convidou para trabalhar lá – e eu era criança ainda – para trabalhar lá na numa vendinha, porque eles montavam acampamento lá, e algumas pessoas aproveitavam e vendia gêneros de primeira necessidade, principalmente cachaça <laughs> para os operários alí da da construção da ponte né. Essa é outra fase assim bem marcante nessa fase da minha vida. Porque, enfim, era uma experiência diferente. Eu era eh, como era o caçula, meus irmãos diziam que eu era muito paparicado pela minha mãe, então aquele afastamento era muito duro para mim. Mas, por outro lado, era um desafio de de experimentar uma coisa diferente e ganhar meu dinheiro.

Então, eu, com o tempo, o dono

Ele e, no fim, eu praticamente era o gerente da da loji da, que lá chamavam da Budeguinha. Né

E, numa dessas viagens, também eu tive uma experiência muito desagradável né, que marcou, que fui assaltado né. Quer dizer, quando eu ia voltando de bicicleta, trazendo alguma coisa que eu podia né, apareceram lá uns... Eh o pessoal diz alguns... Diziam até que eram operários lá da da obra, mas, enfim né, eu não consegui identificar. E eles me assaltaram e levaram tudo.

Mas, felizmente, no fim, eles acabaram. levando a bicicleta, e eu, no outro dia né, fui caminhando lentamente até chegar de volta. E aí, felizmente, não passou de um susto, não teve maiores consequências. E no o ruim, ainda pior dessa história, é que, na volta,

Aí eu eu estava voltando, feliz, porque estava levando dinheiro no bolso, né? E Lembra que eu botei aqui no bolso de trás? E peguei um caminhão, assim, que o serviço de ônibus regular não tinha, então peguei no ônibus. Eu acho que eu cochilei. Eu sei que um daqueles daquelas pessoas né pegou quando eu cheguei em casa. Foi aí quer dizer, dinheiro que ganho com tanto sacrifício, cheguei lá sem nem tostão né. Isso aí causou até um um impacto ruim para mim e até para minha mãe, que né apostava muito em mim e se emocionava com as minhas alegrias e tristezas né. Um um episódio que que ocorreu quando eu estava eh trabalhando nessa cidade, nesse acampamento, eh era um dos fornecedores de coisas que a gente vendia. fornecia carne.

Esses nomes assim eu sempre guardo, porque a pessoa que marcou muito. E era um tipo desse caboclão, assim, bem moreno, sem ser negro. Né e ele E a rotina dele, que eu achava impressionante, ele atra antes de construir a ponte, eles con construi colocavam um cabo de aço fixo nos dois lados do rio e um uma cordinha assim, uma ripinha atravessada aqui né. Era mais ou menos assim. Então, ele cruzava as pernas naquele cabo e se soltava né. De lá de cima, pela inércia, ele vinha vindo até dois terços com a velocidade ele ia. No final, ele ia puxando o cabo de aço. E aquilo ele fa fazia todo dia né, com aí às vezes trazendo ainda a carne que ele colocava no colo. E atravessava aqueles pedaços de de Era uma coisa que eu achava impressionante. E ele fazia aquilo com a maior naturalidade e ah. E, além dele atravessar a si próprio, ele atravessava outras pessoas que também não tinham coragem, como não tinha ponte. A opção era ir muito longe <laughs> para dar a volta. Ele botava a pessoa no sentido contrário né, com as duas pernas, abraçava ele aqui. E mandava. E o rio era um cânion.

Era idêntico assim. A gente chegava na margem, o rio era bem es era um verdadeiro eh cânion, que olhava lá embaixo. Então, a distância entre as margens era relativamente pequena. Mas se a pessoa caísse ali, <laughs> não tinha chance.
Nessa época, você ficou morando na cidade, trabalhando. Vocês dormiam onde?
Eu dormia na própria casa do do do dono da bodega. Eu era um pouco de... até meio pajem, porque ele tinha uma filhinha pequena, né? E eu, na hora que não tinha freguesia, ficava brincando com ela, né? Botava naquelas caçamba que tinha de duas rodas, né? E E saía... E tinha era assim.

E, além de vender, eu administrava tudo, <laughs> né? Até a família dele, vamos dizer assim.
Falando em brincadeira, no início você falou que lá no sítio você se lembra de algumas brincadeiras ah <laughs> com seus irmãos no Tinha primos?
Ah, sim.
Quantos irmãos eram?
É, nós éramos nove, mas eu era a única criança, praticamente, porque eu era o mais novo. Quer dizer, o outro irmão com quem eu podia brincar já pertencia a um outro nível de brincadeira.

E esse sítio, ele todos eh os irmã os filhos do meu avô moravam por ali. Então

Ih enfim, então aquela aquelas aquela região ali aquele praticamente era só a casa dos meus tios e, claro, cada tio tinha os primos e Então, a brincadeira era em torno daquele ambiente ali de família. Eh cada sexta-feira né

Era um ponto de reunião. Eu Os mais velhos iam lá eh botar os as conversas em dia. E a criançada né, enquanto eles... A gente fica inventava alguma brincadeira noturna né, própria para a noite né. Geralmente era brincadeira escon de esconde-esconde. Lá, a minha tia tinha uma espécie de armazém assim com cereais, a gente se escondia atrás e né. E é engraçado que, numa dessas brincadeiras né que que a gente fazia, foi quando eu tive assim a minha ex primeira experiência Não chegou a ser namoro, mas de me despertar para esse lado né.

Eu era bem inocente, e ela acho que não era tão inocente assim. Tanto que, numa dessas brincadeira, ela me levou né para esconder dos outros. E ela pegou na minha mão assim e puxou para trás de um tipo um saco de cereal assim né. E eu vi que ela encostou o rosto em mim né. Aí me despertou alguma coisa assim. Eu sei que meu primeiro beijo saiu numa dessas brincadeiras. Mas assim, eu fiquei a até emocionado. Depois fui para casa, digo nunca que tinha me arrepiado assim né, sentindo que tinha tido um um contato diferente assm. Mas era muito inocente e muito tímido, não passou de um beijo né. E essa foi uma experiência que eu tive nessas brincadeiras que aconteciam durante a reza. E o nos fins de semana, nos domingos, assim, que tinha os outros filhos dos meus tios, que era a idade próxima à minha, então, lá no sítio, toda casa tinha um terreiro na frente. Era mais ou menos uma... Enfim, era era uma moda, né? Tinha o terreiro, né? Geralmente uma árvore grande. Quase todas as casas tinham um pé de cajaranda, Uma árvore bem própria da região, né? E a a é a gente... A a cajaranda, ela tem um um uma casca, né, que a gente tirava ela e seria fazer dado. Então, uma das brincadeiras que a gente fazia era jogar dados com aqueles dados formados com a casca da cajaranda. Outras brincadeiras também que a gen que eu me lembro, A que a região lá dava muito cajueiro, tem muito caju. E a gente tirava a castanha e e eh fazia um tipo de jogo, não me lembro que jogo, a gente chama jo jogo do bidelo, se eu não me engano né. Então, botava uma fileira de castanhas assim fixa no chão, isso no terreiro, e ficava jogando um jogando de um lado, quem ia ganhando ia ficando com as castanhas né.

Outro era rodar pião né. Uma das brincadeiras de pião que eu me lembro é que a gente fazia um círculo né e eh cada um tinha lá uma disputa para ver quem primeiro ia deixar o o pião dentro do sítio né. E todo mundo que jogasse tinha que acertar né, dar uma acertada no pião. Quer dizer, o o objetivo de quem estava jogando era estraçalhar com o pião de quem era o perdedor. tinha aqueles que que caprichavam na ponta do pião para ser bem cortante <laughs> para na hora que. E também, quando perdia, era a vez de deixar o pião lá. E a Então, era uma das brincadeiras que eu me lembro que a gente fazia. Outra era... jogar bilhar. Né o bilhar a gente fazia pegava uma caixa de de querosene, um caixão né, que era comum lá o, não tinha luz do sítio, era tudo na base do do do candeeiro né. Então a gente fazia colocava uma borracha assim, fazia a tabela de borracha, botava um prego em quadro canto, E improvisava lá uma bolinha, inventava qualquer coisa, aquela bolinha para. Às às vezes era a bola de gude né, que passava a ser a bola do bilhar. Enfim, criatividade não fal, brincadeira não faltava. Tinha um campo de futebol também. A gente brincava, jogava pelada assim no próprio terreiro. E eu me lembro que, na época, eu até eu me lembro que eu sabia que era bom de bola porque era um dos primeiros escolhidos né. Separavam o grupo, você você.

Depois desse tempo eh, como eu falei, isso ocorreu antes, acontecia principalmente nas férias da da escola.

Era quando a gente brincava.

Ele foi passear né, foi passear porque ele era uma atração na cidade. Nossa Chegava lá todo bonito, as moças né. Eu me lembro, era criança, mas ficava invejando ele. E ele se sentia o próprio. Eu me lem que a cidade é até relativamente quente. Mas ele não perdoava. Ele eu me lembro até ver fotografia dele de paletó e gravada, <laughs> que era para arrasar com a com a turminha do lugar mesmo. Então ele era ele era o bom. Chegava lá, as menininha que tinha na cidade né, eh ficava tudo, nossa, e tal. Né Sair com ele ali era o maior cartaz, que ele chamava.

De tempos em tempos, eh eles escolhiam uma região para fazer, não sei, eles chamavam as missões.

Mas, na época das missões, iam vários padres, então tinha ficava ali como se fosse uma sede né da da da. Lá na cidade, era o padroeiro era São Francisco, então ficava a festa São Francisco, com muitas missas e tal. E e Eu me lembro que... Uma das coisas que eh marcou muito essa minha infância é que, ne nessa época das missões, foi quando eu fiz a primeira comunhão, e e tinha e eu fi ficava a admirado de ver aqueles padres com aquelas roupas, com aqueles rituais, tudo que, para mim, chamava muita atenção né. Então, eu tinha um um colega de escola que era espécie do coroinha, que ajudava mais lá na igreja. Mas, como não tinha muita missa, ele dava conta quando havia missa. Aí, nessa época das missões, tinha muitas missas e ele falou que se eu não queria ajudar também né. E eu, para mim, era um né um orgulho pô. Então, vou lá ajudar a missa. Aí eu me lembro que, numa das vezes que eu estava, ele deu Um livrinho que que tinha a parte que o padre falava, na época ainda era em latim, né? E o sacristão tinha que falar aquilo. Ele falava <laughs> até me lembro um pouco em em latim né ih.

Aprendi <laughs> muitas coisas, né? Estava lá o padre rezando a missa e eu acompanhando. Ele falava uma coisa aí, mas eu eu acho que eu perdi a... Eu sei que, numa hora, eu estava <laughs> lendo uma página e eu já aí ele virou a página meu filho é. É aqui. <laughs> <laughs> Aí eu continuei, porque eu não sei qual é o sentido que fazia Repetia <laughs> aquilo que eu estava lendo um lado e ele falou que era do outro. Mas aí eu fiquei assim tão empolgado nessa época, e um dos sonhos do meu pai era que um dos filhos fosse ser padre né.

Mas o meu irmão ficou lá por um tempo, chegou até a vestir batina, ele vinha nas férias e tal. Mas aí, quando faltava não muito tempo para se ordenar, ele desistiu, enfim, achou que não tinha condição de continuar e desistiu. Foi um desgosto para o meu pai, né, que eu vi que ele ficou muito abalado, porque aquele era o sonho, né. E o bispo da da região lá, ele era pouco da família. E aí, quando eu quando eles estiveram lá na cidade, nas missões, o meu o meu pai conversou com o bispo se ele não queria, se eu podia né ir lá para o seminário. Aí o o o bispo, tudo bem, né? Se interessou e tal. E eu fiquei todo entusiasmado, né? Principalmente porque minha mãe minha mãe começou a falar do enxoval que tinha que fazer para levar para o seminário. Aquilo lá era um um motivo de de né de orgulho. Então eu Mas eh as coisas andaram e não sei o que é que deu errado. A verdade é que o bispo acabou nunca mais aparecendo lá. Esse contato, essa iniciativa eh, parou por aí e eu não fui acabei não indo né nessa. Porque também eh eh eu achava que era era mais empolgação por causa da motivação das missões, de eu ter ajudado a missa né. Então aquilo lá me deixou muito empolgado, mas felizmente né, porque eu acho que eu não tinha vocação para ser padre.
E você fica, <coughs> nas festas, tanto religiosas <coughs> como as festas juninas dessa época. O que é que você lembra da infância, já quase para os doze, treze anos? Aham é
A festa de São João né, lá naquela região, era era a mais importante que tinha. Para falar a verdade, o Natal, para mim, passava despercebido. O importante era o né era a festa de São João. E ainda tem hoje algumas pessoas, alguns poucos né, mas que uma coisa que a gente costumava fazer era se tornar compadre né. Então tinha uma brincadeira que a gente eh pulava em volta da fogueira e e e falava assim, São João dormiu, São João acordou, vamos ser compadres, que São João mandou. Aí pulava de lado. São João dormiu, São João acordou vamos ser compadres. Então, desses aí, eu me lembro de que eu fu fui compadre de de alguns.

Porque outros dispersaram para outros lados, mas esse compadre né, que era bem da minha época, Então, soltar fogos, aquelas estrelinhas, aquelas coisas, me marcava muito. Aqueles fogos de né aqueles fogos que eles chamavam também traque né que não se. Enfim, buscar pé. Para mim, era uma emoção muito grande. Naquela época, eram as emoções que eu tinha assim de das
Das festas né eh tinha as barraquinhas, tinha a dança.
Tinha, mas eu talvez, pelo pelo fato de eu ser criança, por exemplo, dança, não me lembro de ter participado. Barraquinha, né? Assim, de comestível, me lembro que...

Então, tinham umas três moças velhas que ele chamava né, moças que já tinham certa idade e não tinham se casado né.

Bom, pelo menos era o que eu achava <laughs> na época né. Custava quinhentos <laughs> réis. Então, toda vez que eu conseguia juntar quinhentos réis, era para para comer uma das cocadas da bichinha né. <coughs> E ela também, quando...Eh eh eh a casa que recebia, quando tinha religiosos que ia ter algum evento, era... Quem hospedava o padre Elas tinham um um um quarto lá especial para. Então, nessa época das missões, os padres né... Porque as casas lá eram geralmente bem grandes e tinha sempre acomodação. E também era um era um orgulho para a família que recebia né. Os padres lá eram era uma coisa muito importante.
Vai vai trocar a fita <laughs> na hora eh então, nessa época, você já tinha voltado para a escola. Como que foi eh esse retorno né aham, nesse início da adolescência, nessa juventude?

Então, foi esse meu irmão fazer de passeio lá pelo Nordeste. Então, ele eh propôs para o meu pai de dele me mandar para o Rio de Janeiro para eu vir para estudar aí, para dar continuação. E aí Mas o meu irmão foi um tanto egoísta. Ele foi e voltou de avião né, todo bacana, e eu me mandou desse caminhão que na época chamava Pau de Arara né. Então, naturalmente, o dono do Pau de Arara, do caminhão, era meio parente né. E o meu pai combinou que eu vinha na boleia junto com, na frente do caminhão. Então, eu não tinha muita noção. Ele deu o endereço de onde eu morava no Rio de Janeiro e o caminhão que ia estava passa saindo de lá vinha para São Paulo eh.

Quando chegou em Duque de Caxias, que eu acho que era o lugar mais próximo do Rio de Janeiro, ele me largou

Mas todo aquele aquele esquema de cidade grande, para mim, era diferente. Não conhecia nada andado desses ônibus urbanos e, enfim.

Me ensinaram a pegar uma lotação lá, eu com a minha malinha na mão, né.

Até é engraçado, na época no Rio de Janeiro, ele tinha esses micro-ônibus que tinham lá, com entrada só pela frente, chamavam lotação, né. E no Rio de Janeiro, eles chamam quem uma pessoa que cobra a a passagem, eles chamam trocador, não é cobrador. Então eu cheguei, dei o dinheiro e ele trocou, porque ele ele trocava o dinheiro e a gente botava lá numa caixa que tinha na frente né. Então eu dei o dinheiro, pensei que ele fosse cobrar né, depois saí, desci lá na penha. Aí quando eu fui conferir, deu a mesma importância que eu tinha dado para ele. Daí eu, achei que era de graça né. Trocou, mas eu não fui lá dentro. Aí eu fui lá, né?

Aí cheguei lá, a porta estava fechada, mas eu fiquei esperando lá na porta até que o meu irmão meu irmão chegou. e E aí ele já tinha uma cama, ele morava num quarto, numa casa de família lá né. E Ele alugava um quarto e tinha uma cama onde eu fiquei. Então, a primeira impressão que eu tive, eu sei que eu olhava assim e, pela janela, uma quantidade enorme de ônibus passando. Eu digo, nossa, que coisa diferente, né? Porque, imagina, eu saí de um de uma cidade bem pequena e cheguei no Rio de Janeiro. Eu era Essa rua era uma rua muito movimentada, passavam muitos ônibus. Então foi a primeira impressão que eu tive assim. Caramba, né? Mas também estava cercado de emoção diferente, porque estava pisando em em no lugar e com novas experiências. E aí eh eu cheguei, o meu irmão né me recebeu, ele trabalhava num foto num es estúdio fotográfico, fototiciano né, e ele eh conversou com os donos para eu e trabalhar lá com ele como tipo de office boy. Né então eu né, no dia seguinte, já fui lá trabalhar. Ele era o gerente do Foto e eu fazia serviço de serviço de até de limpeza, de limpar o varrer o chão e algum recadozinho para ir me aclimatando né. E eu comecei trabalhando lá, aí um pouco mais, alguns meses depois, O meu irmão eh pediu demissão porque ele disse que quando começou a trabalhar nessa empresa, nessa nessa casa fotográfica, o dono tinha oferecido uma uma uma parceria, para ele se se tornar sócio. E ele disse que, quando passou o prazo que ele tinha marcado, o a pessoa desistiu. Então, meu irmão resolveu eh sair de lá e tentar abrir um foto eh por conta própria né. Ele alugou lá um um espaçozinho na própria avenida, próximo de onde ele trabalhava, e aí montou lá

E aí a a minha rotina inicial era eh ele tinha um... A gente morava assim, sei lá, oitocentos metros, mais ou menos, do quarto onde a gente morava, lá onde ele tinha o estúdio. Então eu ficava naquela rotina de eh trabalhar com ele, e também morar com ele. Então, a essa altura, eu tinha catorze anos né. ih ih Infância, brincadeira, eu não tive chance quer dizer.

E quando eu fui para o Rio de Janeiro, naquela fase já de, então o que mais eu sentia falta Era assim, além da minha mãe que eu, quando saí de lá até eh era normal, criança, usava calça curta né, não era bermuda, chamava calça curta. Então, vesti calça comprida para ir para o Rio né. Então eh, foi uma vida uma fase difícil, que eu sentia muita falta de de contato com pessoas, com adolescentes da minha idade. Então, foi uma fase muito dura para mim. E, além do mais, o meu irmão ele era solteiro, E ele era muito ríspido, uma disciplina muito rigorosa. Achava que eu devia fazer tudo certo, pensar como adulto, enfim, né? E eu comecei a sentir. Até escrevi quando eu escrevia para casa, eu reclamava da minha mãe. Eu estou aqui, mas está muito difícil aqui para mim, porque ficar só com o irmão adulto, que tinha lá o mundo dele e eu não tinha com quem conviver. Até a dona da casa, aonde eu morava, em um dos quartos, Ela tinha uns meninos. Eu me lembro que uma vez eu tentei me aproximar, sentir aquela sensação de família, mas o meu irmão repreendeu que não podia ter contato. Aquilo lá foi me me deixando muito triste, assim, uma pessoa muito sem sem alegria. Foi uma fase, talvez, das mais tristes que eu que eu passei, assim, porque era eu gostava de jogar bola. Enfim, tinha aquelas lembranças de de criança e começando adolescente, e lá não tinha a menor chance. Era só trabalhar naquele regime. E o pior, eu não estava estudando, né? E eu tinha ido lá para estudar e eu me lembro uma vez que eu falei para o meu irmão, se ele não ia me pôr na escola, ele falou, você quer estudar? Comprou um livro que era exame de admissão ao ginásio, eu me lembro. Entregou para mim, estuda aí está o o livro para você estudar. Então, aquilo foi muito difícil. Então, a minha rotina era... ajudar ele em casa e no foto né, lavando lavando com aqueles produtos químicos né. E eu era pequenininho né, eu me lembro que às vezes tinha até sono ali na hora que estava ajudando ele. E eu fazia também nesse trabalho, naquela época, para tirar fotografias de casamento, a gente ia no... no pretório né, num lugar onde eles colocavam aquelas avisos né, parece que se chamava proclamas, dizendo que ia se casar e tal. Então, ele pegava o endereço dali e eu agenciava, ia lá oferecer as fotografias que o meu irmão poderia tirar. Então, foi um um dos trabalhos que eu fiz e.

Eu descia lá, jantava né à noite e trazia a marmita para o meu irmão jantar. Então, essa era a rotina. E como eu estava sem estudar, meu irmão, a solução que ele deu foi mandar eu estudar no livro.

Aí a pessoa, vai ter agora o exame de admissão, você pode fazer um curso, era o curso de exame de admissão em ginásio, era gratuito. Aí eu fiz esse curso lá, Até quando avisei para o meu irmão só quando eu já estava matriculado né. Olha estou Fazendo né aí ele falou, contanto que você não não não deixe de fazer o serviço do foto, você pode estudar. Então eu ia lá, voltava ainda. Quando eu voltava para o estúdio, às vezes tinha que ficar lá, e eu era baixinho, o tanque era bem alto, eu tinha que lavar as fotos, e eu até cochilava às vezes. E eu me lembro de uma vez levei um safanão, Então, aquilo lá foi me deixando hum cada vez mais triste né. Terminei o exame lá, passei, enfim saí com o diploma de apto a entrar no ginásio. Na época, você entrava no ginásio com esse exame de admissão. Aí, um dos meus irmãos que morava aqui em São Paulo, ele apareceu lá pelo Rio e eu falei para ele, olha, eu não vou aguentar ficar muito tempo, tá muito muito ruim aqui. Não quero ficar aqui. E quando eu falava isso para o meu irmão com quem eu morava, ele dizia, ah se você sair daqui, você vai vai passar fome, porque você não o que você trabalha aqui não dá nem para o seu sustento. E eu ia guardando aquilo comigo né. Aí eu dizia, não, um dia eu vou sair daqui. Eu tinha a mala lá e aí, com bastante antecedência, comecei a arrumar a minha mala. Então, acho que o meu irmão acostumou, eu sempre mexendo na mala, que já achava que aquilo lá né não ia acontecer nada. Aí, num belo dia, eu eh eh fui para para o nosso quarto lá dormir e antes eu já tinha ido, porque ele me mandava comprar produtos químicos no centro da cidade, E eu aproveitava e ia lá fazer as compras. E aí eu pedia informação, como é que funcionava, né? Aí me falaram que São Paulo era frio.

Aí eu cheguei lá, comprei um paletó de gasemira azul, pesadão, né? O defunto era maior. Aí eu comprei aquele terno e fui guardando as coisas, fazendo meu enxoval, preparado para o encarar o frio de São Paulo. Aí deixei tudo pronto lá, escrevi uma carta né para o meu irmão também, com bastante antecedência, dizendo que eh, enfim, que não era o que eu queria, aquilo aquela vida, que eh eu podia ficar tranquilo, que eu ia cuidar da minha vida e não ia ter problema. Aí, num belo dia, que eu teria era uma segunda-feira, eu teria que voltar para o foto com ele, Aí eu né, em uma dessas viagens, eu comprei a passagem pela Cometa. Nessa época, menor podia viajar sozinho, não tinha problema. Eu, com bastante antecedência em uma dessas idas para a cidade, eu comprei a a passagem já sabendo que na segunda-feira eh, qual era a rotina. Ele ia na frente e dizia, olha, não atrasa que você... Eh juntava a roupa que a la lavadeira pegava lá no foto. Aí eu fiz um prazo, dei um espaço assim, já pre calculei os espaços para ele não saber nada. Aí, na segunda-feira, ele desceu. Olha, não demora muito, que hoje tem muito serviço. Eu digo, pode deixar, né? Aí já estava com tudo pronto. Tomei café junto com ele, ele foi para o foto. Aí eu subi, peguei a mala e embaixo tinha um ponto de de lotação.

Aí foi a nova fase da minha vida, porque né São Paulo, eu apesar de ter outros irmãos aqui, mas eram todos solteiros, eu meu propósito era tocar a vida sozinho, né? Aí eu fui direto, vim direto para o endereço desse meu irmão que tinha estado lá.

Aí eu peguei um táxi e fui parar lá. Aí, felizmente, né, lá fui bem recebido. Ele me levou depois para uma pensão onde moravam outros dois irmãos. E aí eu comecei a... o único certificado, o único conhecimento para proc para procurar emprego que eu tinha na época, porque, como fotógrafo, eu não tinha che chegado a me me profissionalizar. Mas hum, numa época em que eu estive eh em Volta Redonda, fiquei uns dois meses lá, eu aprendi Comprei um livro, um manual de datilografia e aprendi a datilografar. Então, o meu currículo constava que eu sabia datilografia.

Os meus irmãos mais velhos né me deram a força e falaram, não tudo bem, tudo o que você precisar, arrumou uma pensão para eu ficar. E eu eh comecei a procurar emprego né. Então, eu tinha que procurar emprego e escola, porque ia começar. Naquela época, emprego era muito fácil. Engraçado é isso né, que era coisa sozinho né.

Né aí estava procurando longe alí da de onde eu morava e, num belo dia, vi um anúncio lá, quase do outro lado da rua né. Precisa de auxili eh office boy era auxiliar de escritório, coisa assim. Aí eu fui lá, me apresentei e comecei a trabalhar. Era uma fábrica de cocha selétano né. E aí eu a minha função era atender o telefone, ficar ali no escritório, preencher nota fiscal. E mas eu gostava mesmo era de entrar na produção, de mexer com né, fazer embalagem e tal era. Foi uma época gostosa assim, com muito entusiasmo. Só que nesse no começo do meu trabalho, eu ganhava, assim, chega de oitocentos re, oitocentos a moeda da época, e precisava de novecentos para fechar a minha conta, porque eu tinha que pagar da escola trezentos né, da pensão mais uma importância. Eu sei que tudo certinho, faltava cem. Aí, no começo, o meu irmão mais velho bancou esses cem para zerar. Aí eu comecei, aqui em São Paulo, essa nova vida né. Já estava mais ou menos eh... Com o tempo, fui adquirindo mais prática, em caminhar na cidade.

Aí eu comecei nesse esquema, aí depois fui melhorando, mudei um pouco de, mudei de emprego, passei a trabalhar numa ou numa fábrica de calçado, também no escritório. E o dono foi muito simpático comigo, então toda vez que ele ia fazer entrega, ele me levava com ele. Então foi quando eu conheci São Paulo, assim, porque ele dizia, olha, vamos em tal lugar, tal lugar. E ele ele fazia com muito eh orgulho, assim, ele sabia que eu estava vindo do Rio. No Rio vocês não têm isso, quer ver? Então ele tinha ele era descendente italiano, aquele prazer. oh eh Você vai conhecer isso, você vai ver isso. E eu né aproveitei e conheci muita coisa assim no no trabalho. Aí eu estava ainda trabalhando nesse serviço eh quando

Eu digo, opa né, eu tinha tido uma pequena experiência quando eu morei no Rio, Então, tudo bem, né? Nessa profissão eu ia começar eh como auxiliar de reambulação. O que é isso? A reambulação é a fase que você já tem um mapa e vai fazer uma checada né nos detalhes, colocar o nome das ruas, no mapa. E eh o a função do auxiliar é praticamente pegar na ponta de uma trena para ajudar a quem está fazendo trabalho de reambulador. Então eu comecei a trabalhar nisso. Imagina, na época que eu ganhava eh oitocentos reais, passei a ganhar três mil e ci quinhentos, me parece. Digo, nossa, isso é uma fortuna, cara. Eu não preciso <laughs> tudo isso. Aí foi uma mudança incrível assim em termos de economia né, de finanças.

Né e é uma escola que era, na época, era considerada escola modelo.

E tanto que eu me empenhei a me propus a fazer o exame de seleção. Mas, por sorte eh, eu fiz a inscrição lá, esperando... o o funcionário me chamar para o exame de admissão. Aí chegou um belo dia ele falou oh você, foi dispensado o exame de admissão. Pela sua nota, você já está matriculado. Nossa. Aí eu fiz estudei e fiz o exame de admissão. E, e como eu falei, sempre fui muito estudioso, né? Eu estava vindo de um colégio onde eu fui o primeiro da minha classe.

Lá também, no prime, no segundo. E no ter terceiro, não. Foi quando faleceu a minha mãe. Aí eu tive o problema, não fui o primeiro. Mas, na na segunda série e na quarta, eu fui em primeiro lugar de novo na minha classe né. Então era o que chamavam na época ce dê efe mesmo. Era o meu jeito de ser, né? Sempre me dediquei.

Para lá, para dar sequência eh em escola eh pública, tinha que mudar de escola.

Mas eh, na época, a escola pública era consi era era o inverso do que é hoje. Então, quem quem estudava em escola pública tinha um conceito muito elevado, principalmente nessas escolas aí.

Então ele me matriculou no terceiro ano e dava para eu fazer eh, só pagou, passou. Então era mais ou menos con mais ou menos o conceito da época. Então eu já emendei aí um pedaço <laughs> da história até o segundo colegial.
Me conta mais dessa época do trabalho, como que era? Aham eh Vocês voavam? É a
A aerofotogrametria é é um processo que envolve apoio terrestre né, que é aquele trabalho que os topógrafos faziam na época, hoje é agrimensor, Então, tinha a parte de topografia e geodésia, que é um trabalho bonito? Pessoal vai com campos, com teodolito, com níveis enfim né. Naquela época, para se determinar o azimute, que era ponto de referência inicial para se fazer a amarração dos pontos, A pessoa ia, tinha que eh mirar as estrelas, sabe? Tem toda uma história né romântica <laughs> assim. A pessoa ia trabalhar meia-noite porque tinham determinadas estrelas que eram conhecidas, a a posição delas no espaço. E esse era a parte de apoio terrestre que praticamente eu não trabalhei. Então, tinha a equipe de a de campo que chamava que fazia esse trabalho. tinha a equipe de de de restituição, que é a parte onde transforma as fotografias aéreas em mapas. Então, é a parte de restituição. E Mas a parte inicial, quer dizer o que permite você ter os detalhes do terreno, é o voo, são as fotografias aéreas. Então, claro, há quarenta anos atrás, os recursos, a tecnologia era muito atrasada né. O avião não tinha nada de gê pê ese. Eh para se fazer um um voo eh, se valia muito da experiência né da equipe de de. De voo então era geralmente um piloto e uma pessoa que ia ao lado, que era chamada dirigente de voo. O dirigente de voo é quem direcionava por onde ele tinha que fotografar. Ele identificava, num certo mapa, alguns pontos de referência e dizia, você tem que começar fotografando aqui, seguir essa linha, depois voltar fotografando nessa direção. E, claro, tudo isso, a altura e e as as localizações, era tudo predeterminada. Antes de se fazer o voo, tinha que se fazer um plano detalhado, que chamavam planejamento de voo. Então, eu eh trabalhei, no começo, o meu trabalho era em reambulação, como eu falei, era depois de feito o mapa, na restituição, a gente fazia uma revisão no campo. E, às vezes, nessa revisão, você precisava medir alguma casa. Porque, quando você fotografa, às vezes eh tem uma árvore, por exemplo, que pode cobrir parte de um detalhe que está no chão. Ou então, na hora que você está fazendo desenhando um mapa, pode ter alguns detalhes que você não consegue identificar para desenhar na planta. Então, você põe interrogação, aí o reambulador vai no local e esclarece. E, às vezes, mede a rua para confirmar se realmente a medida está certa. Então, no começo, era esse era o meu trabalho.

Me parece que foi um decreto assinado em mil novecentos e cinquenta e quatro, por aí, para fazer o aerolevantamento em toda a cidade de São Paulo. Então, foi feito esse esse contrato com a Serviços Aerofotogramétricos Cruzeiro do Sul, em consórcio com a VASP Aerofotogrametria. Essa VASP, por sua vez, era uma departamento da aviação aérea São Paulo. que foi criou eh passou a ter a estrutura própria, independente da empresa de aviação. Apenas usava avião e alguns recursos de voo da Aviação Aérea São Paulo, mas ela passou a ter identidade própria.

Me apresentou para a VASP e eu, então, terminei um serviço e passei a trabalhar na outra empresa. Na outra empresa eu não fiz reambulação, eu passei a... comecei o trabalho como ajudante de operador fotogramétrico. que, como eu falei, o o operador ele faz a interpretação das imagens e desenha o mapa. E E tem que ter um auxiliar para eh convencionar o que ele está desenhando e tal. E assim foi o, digamos, o começo da da minha atividade. Nessa época, não estia não existia uma uma escola de formação para a aerofotogrametria. Então, eram as empresas... Eu me lembro a VASP, ela foi formada, veio uma equipe de técnicos da Itália né, que vendeu os equipamentos de desenho, de restituição, e vieram os técnicos, ensinaram, instruíram os nossos primeiros operadores né. Então, a gente começou a aprender com os operadores, e aí começou a a atividade de aerofotogrametria. Como eu falei, com recursos ainda rudimentares, se comparados com o que existe hoje. tudo né Aí comecei trabalhando nesse serviço. Então, eu posso dizer que, depois de... trinta e tantos anos né trabalhando nisso, eu trabalhei em quase todas as funções, porque a gente vai adquirindo experiência e tal. No voo, muitas vezes eu cheguei a participar, porque às vezes você vai fazer um voo, mas tem que decidir, dependendo da condição meteorológica eh, não vale a pena você fotografar, porque a imagem não vai sair nítida, não dá para o operador interpretar. Então, às vezes, o quem é o piloto fica receoso de fotografar depois aquele voo ser todo rejeitado. Então, uma das funções que eu já exercei algumas vezes era de, como eu era operador e via a condição que estava o voo, era liberar o piloto, não, pode fotografar, porque sabia que melhor do que aquilo não conseguia, não era o ideal, mas dava para se dar um jeito e fazer aquela Porque um dos problemas sérios para nessa atividade é você ter um tempo bom, sem nuvem, sem bruma, que você possa fotografar e ver todos os detalhes embaixo. Mas essa condição ideal nem sempre é possível ser alcançada. Dependendo da re estação do ano, nem se cogita. Porque né ah para se fotografar, tem regiões do Brasil que até hoje não tem um mapa, exi não existe mapa aerofotogramétrico porque não consegue voar. tem uma região de perto de Caruaru e Campina Grande, nu numa certa direção, que parece que eu estive olhando lá, que tem uma publicação do i bê gê é, que diz os meses e os dias prováveis de se fotografar. E me parece que lá tem duas vezes por <laughs> ano só <laughs> que tem condição de você voar com sucesso. Então, é muito complicado você. Muitas vezes você fica, vai para uma missão eh de um voo fora, longe aqui da base, E, às vezes, você fica lá, às vezes, um mês, esperando o tempo abrir e não tem condição. Mas é um dos eh problemas, dos desafios da aerofotogramasteria <laughs> é esse.
Então, nessa época, você estava trabalhando e foi tentar o vestibular.
Esse detalhe do vestibular foi é um colega meu que falou que ia sair lá da escola para poder né. Então eu eu eh eh, trabalhando em aerofotogrametria, eu terminei o colegial e e e e estava num num dilema, porque eu eu pensava né, por que é que eu vou estudar por que? Eu tenho agora essa bagagem em aerofotogrametria, mas não tenho nenhuma escola específica. Aí, já depois de casado, já depois de profissionalizado como operador fotogramétrico e tal, aí eu eu decidi eh fazer uma faculdade, mas aí foi uma faculdade que eu imaginei na época tipo guarda-chuva, fiz administração de empresa. Digo, não sei o dia de amanhã, pode ser que eu saia dessa profissão e tenha, assim, alguma informação fora. Porque a aerofotometria é uma coisa tão especializada, se você... Você pode ser um expert naquilo, mas não tem nada a ver com outra atividade. Então, na época que eh, no fim da minha carreira de aerofotogrametria eh, eu era até um expert, posso dizer assim, pelo menos as pessoas me eu cheguei a participar de vários congressos né, até no Rio Centro eu fiz eu participei de um congresso internacional lá de aerofotogrametria, apresentei um trabalho em inglês, Enfim, eu aceitei alguns desafios acima do meu preparo científico, vamos dizer assim. Mas, como eu tinha bastante prática e, eh muitas vezes, quando eu ia apresentar, fazer alguma palestra em algum congresso assim, na própria USP eu fui algumas vezes, eh o pessoal se interessava muito porque Quando eu contava um pouco a história, era quase um depoimento que eu tinha vivido à época né. Aquela evolução dos equipamentos, dos aviões utilizados, das câmaras fotográficas, dos processos, até os dias em que eh eu estava eh fazendo a apresentação. já era um histórico. Para quem estudava matérias similares né, aquilo lá era uma coisa... Você contar, relatar aquilo de né viva-voz assim, de experiência própria, é mais convincente né. Então eh, eu participei de várias faculdades, tanto no Norte como no Sul. Tenho alguns certificados e diplomas relativos a essa área. Durante a minha formação de aerofotogrametria, Ô como eu falei, não tinha nenhuma escola que preparasse para isso, para foto especificamente. Então, o que eh eu sempre tentava procurar, qualquer curso que pudesse me acrescentar alguma coisa. E existia eh no Panamá, na época pertencia à zona do canal, eles chamavam o canal Zona, e pertencia aos americanos. E lá eles tinham escola de cartografia. Então, quase todos os anos, iam alguns brasileiros, principalmente do i bê gê é, fazer cursos lá. Então, eu fiquei sabendo desse curso e procurei me interessar e trabalhar lá junto aos ah aos meus superiores na Terrafoto, para ir lá fazer aquele curso né. Aí né, durante algum tempo, eu fiquei insistindo, mas a empresa era estatal e, política, enfim, não tinha muito interesse. Aí eh, uma época eh, os equipamentos que a gente usava eram suíços, e cada vez que tinha que fazer manutenção, tinha que chamar um técnico que dava assistência no Brasil, mas era suíço né, e ficava muito caro para a empresa. Aí o o o, eu como eu trabalhava com esse operadores, o minha chefia lá perguntou se eu não queria fazer um curso de manutenção desses equipamentos, teria que fazer na Suíça. Aí eu digo, tudo bem, tudo que era desafio era comigo mesmo, pode mandar. Aí eles se se propuseram a a a me treinar em, a pagar escola de inglês, porque o curso ia ser dado em inglês. Né aí eu né passei a malhar em inglês, entrei na época no IASES, depois no professor particular. Pá pá então, quando estava mais ou menos próximo da data da minha ida, a diretoria assim, sem mais nem menos, falou, não, você não vai mais porque Tomei <laughs> foi uma ducha né de água fria, eu já estava né me sentindo imaginando lá na região depois daquela, sem muita explicação não. Aí digo não Agora eu vou viajar, e digo nem que seja para para algum lugar. Aí eu in insisti na ideia do Panamá de novo né. E estavam lançando um um programa uns curso lá que chamava... Aerotriangulação Seminalítica. <laughs> né o nome do curso era esse. Aí eu fiz a proposta, mandei para lá, aí o diretor negou né o curso de dezesseis semanas né. Aí fiz outra proposta. Olha, eu me proponho a ir nas minhas férias, nas minhas Só quero que você <laughs> né autorize eu em nome da empresa. Aí, finalmente, eles liberaram nessa condição de eu ir nas minhas férias <laughs> por minha conta. Mas aí eu fui né. E foi bom porque né. Eh enfim, eu queria aquele ter aquela experiência diferente do do do meu dia a dia no Brasil. Aí era O curso foi lá nessa nessa base né americana que existia na época. fazendo o curso de Aerofotogrametria eh, eu aproveitei, tinha um à eme ci ei lá perto, eu fiz intensifiquei o meu curso de inglês né. E uma curiosidade é que, desde que eu fui para lá, que eu achava que estava rachando em inglês né. Bom, chegar lá, vou estraçalhar. Porque a escola lá era patrocinada pelos americanos, as aulas eram dadas em espanhol, mas o idioma oficial lá era inglês e espanhol. Eu me interessava em aprimorar inglês. Então, a gente foi para lá eh, fui em um avião desses militares americanos né. Aí descemos lá o A primeira curiosidade, eu me lembro, que ia um um sargento luso-brasileiro, americano, porque ele morava no Brasil, nasceu em Portugal, mas era cidadão americano. E ele era da USAF, da Força Aérea Americana, e foi Além de de de da minha pessoa, tinha mais outros alunos que também estavam indo naquele voo né. Aí tinha umas moças também, alguns rapazes. Aí, quando a gente chegou lá, ele falou, bom, agora eh que a gente se instalou, agora vamos num drive-in. <laughs> as moças né que acharam estranho, porque naquela época drive-in era uma espécie de motel né.

Não, vamos lá, não tem problema. Drive-in lá não tem nada a ver com o que na época existia né. Aí fomos lá no drive-in, estacionou lá, tomamos comemos sanduíche. E aí, o primeiro contato, que eu no dia seguinte eu voltei sozinho, né? Aí passei, fui passar lá na na Guarita, para entrar lá na área da escola. Aí, eu estava junto com esse americano. O americano falou alguma coisa e o cara... Aí o cara falou,

Eu tinha estudado inglês, achava eu estava <laughs> estraçalhando.

O que é que era? Porque o o o o sargento tinha agradecido, tinha dado a informação, e o que ele estava dizendo era, thanks a lot, né? Mas eu thank you very much estava acostumado com tudo aquilo. O cara <laughs> thanks a lot. Fiquei <laughs> a maior decepção. Crente <laughs> que estava estraçalhando e uma simples cumprimento daquele. <laughs> Eu não estava conseguindo entender. Mas é, e aí terminei o meu curso lá. Aí, infelizmente, quando eu voltei para o Brasil, Reivindiquei. Aí eu falei, olha, visto que eu fiz um curso de interesse da empresa, eu gostaria. Aí eles acabaram <laughs> pagando eh eh pagando algumas diárias e não usando as minhas férias para aquela finalidade né. Pelo menos isso. Aí quando eu voltei e fiquei mais um tempo, Aí sim surgiu um um, eu já tinha outra função eh, eles estavam lançando um packet, uma um tipo de programa de computador que que dentro da área de aerotriangulação. E como quem estava mais preparado nessa área era eu, e eu tenho já uma função meio de chefia, aí eles chegaram e perguntaram se eu queria ir fazer um curso na Holanda. Então, era assim, pegar ou largar. Então nessa época, eu estava a minha mulher estava rece esperando o meu último filho né, e eu tinha dois meses assim para decidir, porque tinha que ir para a Holanda né. Aí eu falei, topa né, desafio é comigo mesmo. E eh já estava também preparado em inglês, também era a pessoa que estava mais preparada para encarar uma situação dessa. Aí eu só falei, olha, única condição que eu quero é que vh a minha família vá também. Porque na experiência que eu tive no Panamá, o que eu mais sofri era a ausência dos meus filhos, principalmente né. Quando eu lembrava dos meninos, era de uma tristeza, mas né consegui superar. E para a Holanda, eu digo, eu vou nessa condição. Aí a empresa concordou em pagar a passagem de todo mundo, enfim, a estadia. E aí foi que eu fiz, fui fazer esse curso na Holanda, no i tê cê né, Instituto de International Training Center, chamava, né? Era uma escola internacional assim né, patrocinada pelo governo da Holanda, mas voltada para o todos os países do mundo né, principalmente dos países emergentes ou eh subdesenvolvidos. Mui muita da África, da Ásia e alguns do Brasil e da América do Sul.
E aí, depois... Você contava da Holanda. ah ah <laughs>
Então eh, nessa época, eu levei as crianças. E o interessante é que a observação é que criança tem uma facilidade de adaptação muito grande, né? A gente chegou lá, tinha uma um apart-hotel já preparado pela organização, e eh chegamos numa semana, na semana seguinte já os meus dois filhos maiores eh entraram na escola lá, né? Então, eles não sabiam uma palavra em holandês e o <laughs> a escola era dada em holandês. Tinha alguns meninos de outras uh de outros países também, como eu falei, que lá eram instituto assim de gente de todo o mundo. Então, tinha alguns da América do Sul, tinha alguns da Ásia, e holandês era miscelânea né. E eh eu acho engraçado é que que eles conseguiam se brincar né, cada um falava alguma coisa, E ou e é e com gestos, se comunicava como se estivesse falando a mesma língua. E quando terminou o curso que a gente estava voltando, aí eu perguntei para os meus filhos lá como era o nome da professora.

Mas tudo bem. Quando eu estava para voltar para o Brasil, eu fui até lá, fiz questão de conhecer o lugar onde eles estudaram.

Aí, eu descobri que mifral, <laughs> senhora, é a maneira que as crianças se referem à professora, né? <laughs> Em vez de tia ou professora, eles falaram mifral. Aí, para ele, o nome da <laughs> da professora era Mifral.

Aham <laughs> vamos voltar um pouquinho para você continuar essa trajetória aham com a família, com o trabalho. Conta quan como onde você conheceu sua esposa. Ah
Está certo conta um pouquinho. Aham Então eh, o casamento também ligado à minha própria profissão. Eu tive que fazer um trabalho de reambulação em Ribeirão Preto.

Por que você não dá <laughs> uma paquerada, né? Tudo bem, né? Vamos <laughs> vamos lá ver. Aí, um dia, elas duas foram juntas lá e... Eu achei que ela era uma menina muito comunicativa né. Aí né Eu até dei uma olhada assim numa outra que era mais novinha, mas era mais menina, ela era mais moça assim. Na época eu tinha vinte dois, ela dezesseis, dezesete anos né. Aí eu sei que começou por aí. Eh e eu então namorei. E já estava para terminar o trabalho de reambulação em Ribeirão Preto. Então eu tive aquela paixâo assim de de jovem né, e ela também é muito empolgada. E a gente se realmente se apaixonou né. Só que eh, ao longo desse desse namoro com ela, eh eu senti que ela tinha alguns problemas com relação à família, um pouco de desarmonia, ela própria estava meio sem se encontrar e, enfim. Aí eu achei que não era conveniente continuar aquele namoro porque, para eu, continuar eh namorando, eu precisava discutir alguns assuntos que eh não tinha tido chance de né... E eu enfim, o meu plano de de vida não encaixava muito com o tipo de de perfil dela né. Aí eu terminei eh... Quando eh uma coisa que marcou muito a nossa fase de de namoro

E não era sucesso ainda, mas eu escutei a primeira vez, achei linda a canção e o título também né, nunca posso parar de te amar. Eu não posso parar de te amar. Aí eu dei aquela música, era setenta e oito <laughs> rotações aí dei né, e terminei o namoro e vim embora para São Paulo. E falei para ela, expliquei a razão né que não dava para continuar, que para a gente, eventualmente, se acertar, precisaria conviver, e eu, em São Paulo, não tinha condição disso. Mas ela não esqueceu de mim. procurei seguir o meu rumo, mas ela acho que ficou muito empolgada. E, apesar de eu ter terminado, ela sempre telefonava para mim.

E ela escrevia, mandava carta e tal e.

Mas eu né, por essas razões, resolvi desistir dela de vez. Mas ela não desistiu de mim né. Continuou insistindo. E eu continuei a minha vida, mas nunca tinha tido nenhuma paixão né. Eu morava numa pensão, e tinha eh era mista, tinha até uma moça lá, e eu até estava começando a sair com ela, até que um dia eh eh ela...

Se eu quisesse, ela passava lá e me levava e tal. E eu digo, pô né, já tentei né, já desisti. Mas seja lá o que Deus quiser, <laughs> eu vou né vou assumir isso aí né. Porque né todo o tempo que eu tinha vivido afastado, nunca tinha tido uma um namoro assim, uma paixão né. E ela né, na época eu vivi lá, era uma paixão. tinha acomodado, mas estava ainda... Aí eu ela passou lá, eu fui. Foi uma festa junina, por sinal, lá da da á á bê bê. Aí a gente re retomou o namoro né. Aí né parece que reacendeu todo aquele... Aí foi quando eu né conheci a a a pessoa que acabou se tornando a minha esposa e. <laughs> Casei em São Bernardo. E, enfim, vim morar em São Paulo e aí comecei essa nova fase de vida de casado, né? Fui morar numa numa casa porque eu esse lado, como eu falei, esse lado financeiro sempre me preocupou. Talvez pelo lá pelo Ter sofrido, digamos, na minha infância, adolescência, por falta de dinheiro assim né, via o quanto importante era eu sempre. Desde que comecei a viver sozinho, eu passei a administrar com muito cuidado, sempre pen pensando no futuro. Né então, como eu falei, no início, se eu ganhava eh, conseguia sobreviver. No primeiro emprego, com novecentos reais né, e eu cheguei a ganhar, naquela época, três mil e Quinhentos aí eu já já naquela época eu comecei a juntar dinheiro. Eu digo, não, eu posso melhorar minha padrão de vida o dobro e ainda sobra dinheiro. Então, desde aquela época, eu passei a preocupar também assim com o futuro. Tanto que, quando eu me casei, eu tinha já a minha casa própria e o meu carrinho, um Fusquinha, já, quer dizer, tinha toda a estrutura montada, não tinha dívida nenhuma né.

E, realmente, foi o que aconteceu. Aí

Qual o nome dela e dos seus filhos? Ah ah

Aí ela eh eu me instalei lá, quer dizer, eu já tinha toda a estrutura montada, fiquei lá. Aí eh ela viajou com os as duas crianças e o pequenininho né, com as três crianças, aí eu esperei ela lá no no aeroporto. Né aí o pequenininho não <laughs> assistia, assim, porque ele era prematuro. E a gente se acomodou lá né. E, e como eu falei, ele ficava em casa, porque ainda era bebê né, de de cestinha, e os do dois estudaram né. Mas o que eles aprenderam lá... de holandês também chegaram no Brasil, não lembram mais nada. Porque o mais velho chegou até a fazer o batismo no como escoteiro lá né. Eu fui assistir a cerimônia né, e o juramento ele <laughs> fazia também em holandês né. Agora, na Holanda, a gente fala, quase que quem fala inglês, para o uso doméstico, porque a comunicação mais lá é em inglês. Além de que o holandês, o Dutch, tem um pouco de inglês misturado, né? Pronúncia
É também. <coughs> então A gente parou nessa época quando você estava voltando desse trabalho. Isso foi em que ano?
Década? Eh setenta e seis, setenta e sete
Por aí né a gente aham pode continuar, né? É
Aí eu voltei para... para o Brasil. Aí Como o curso e todos os contatos, enfim, a essa altura, eu já tinha desenvolvido bastante o inglês né. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha duas opções. Ou continuar estudando inglês ou dar aula de inglês. Porque contato assim com pessoas que falassem a língua era difícil né. Aqui Se você fala inglês e chega num lugar começando a falar inglês, o pessoal acha <laughs> que você é exibido, quer aparecer né. Então, quando você tem uma boa razão. Aí eu Tinha uma sobrinha na época que também dava aula de inglês. Aí ela falou, tio, por que você não começa a dar aula de inglês?

Aí eu comecei dando aula de inglês, né. Assim, no começo para principiantes, mas eh como a aula era dada em português, né, o professor defendia essa tese que a gente devia dar aula em português, claro, dar aula de inglês, mas falando em português. Eu comecei aí a dar aula, mas só meio período só à noite algumas aulas. Mas realmente eu posso dizer que o que eu aprendi mais de inglês foi dessa fase de de dar aula. Porque a melhor maneira de você <laughs> de você aprender uma coisa é ensinando né. Então eu consegui consolidar bastante o inglês. E aí depois que eu me aposentei da da Terrafoto, eu já estava bem engrenado em inglês, continuei dando aula e expandindo mais. E aí, depois de que eu a empresa eh foi privatiza, foi foi tentada a privatização, mas não apareceu o comprador, ela foi sucateada, na verdade. Então, a terra-foto acabou, mas eu consegui me aposentar e continuei dando aula de inglês, inicialmente por algumas escolas e depois por minha conta. Formava um grupo, empresas, assim. mais ou menos, eu dei aula de inglês. Mas o o o, nessa fase, um fato que talvez eu eh eu até escrevi alguma coisa falando disso, é em um dos últimos projetos que eu fiz quando estava na Terrafoto, que eh era um projeto que foi feito para o INCRA, e era para regularização fundiária. Então, era mais ou menos para regularizar as propriedades, principalmente na região de semiárido, porque o governo pretendia eh regularizar a situação dos proprietários para poder eles conseguir, eventualmente, empréstimo no no no algum órgão para tocar, para facilitar a atividade deles. Né então, era um projeto que era tinha que ser feito em regiões assim um pouco inacessíveis né, difíceis de acesso. Então, eh uma das áreas era no Piauí. E, a como eu falei, a topo o topografia é convencional eh. Há necessidade da pessoa ir no local, fazer visada de um ponto para outro, se deslocar, ir com viaturas e tal. E essa região era quase inacessível, não tinha, né? Então, a a empresa chegou à conclusão de que a melhor maneira era utilizando uma tecnologia chamava iner sistema inercial. geodésia inercial, qualquer coisa assim. E essa E essa tecnologia só existia pelos americanos né. Tem uma equipe de... de técnicos americanos que dominavam essa Principalmente era o equipamento, que trabalhava com giroscópio. Ele ele ía saía de um ponto com coordenada conhecida, estacionava em outro, em outro, fazia um circuito, fechava, depois eles calculava as coordenada de cada um daqueles pontos. Então não precisava ir por terra, ele ia por alto, só eh descia em determinados pontos estratégicos e fechava o circuito e determinava. Então eu trabalhava na no planejamento desse serviço, do apoio. Então eu escolhia os pontos onde o helicóptero teria que teria que descer através de fotografias aéreas. Mas se você olha uma fotografia um um milímetro vale a trinta e cinco então, para você ter ideia se realmente ali aquela pontinha dá para o helicóptero descer, eu achava que dava, mas como eu também gostava desse tipo de aventura, eu digo, não, eu eu quero participar na implantação desse projeto de verdade. Então, eu planejei e fui checar se realmente, né, e acabou, a a empresa lá me deu a coordenação do projeto todo. Então tinha a equipe de fotogrametria, a equipe de campo que que eu coordenava, que era da Terrafoto, tinha os americanos, que só falavam inglês, e tinha o pessoal da Líder, que era a empresa de helicóptero que ia nos conduzir.

Nunca tinha ouvido <laughs> falar esse nome, né? Aí chegamos lá, então já foi também... Uma aventura, assim, que de de de muita adrenalina, porque eu nunca tinha voado de de helicóptero, né? Então, já a primeira viagem que eu fiz, fiz questão também de ir com a equipe, fui de de helicóptero. Então, já a gente já pegou o helicóptero no Rio de Janeiro.

Aí, quando chegou lá no meio do caminho, o piloto já falou, olha, o o helicóptero aqui tá com problema, né? O rotor tá <laughs> meio descalibrado, a gente precisa parar para fazer um ajuste. Digo, tudo bem, né?

Aí ele eh, lá não conseguiu fazer, a gente precisa ir até Campos, né? Fomos até Campos, mas no meio do caminho ele percebeu que o sistema de comunicação também não tava legal. <laughs> Aí, instruiu para gente ir consertar em Belo Horizonte, né? Aí fomos lá, pegamos a rota para Belo Horizonte. Aí, helicóptero, a gente voa visual, né? Olhando, a gente faz um mapa, traça a rota no mapa e vai olhando o chão, né? Às vezes, a gente seguia até pelas placas de indicação para es para para carro. Você olha lá, <laughs> então o rumo é esse. Aí a gente foi e saiu né, quando atravessamos a Serra da can da da Mantiqueira, que estava ali um cerrado, assim, sabe? Você não enxergar vinte metros na sua frente. Aí eu falei, ih rapaz, e agora o que a gente faz? Eu digo ó o único lugar que você enxergava era olhando para baixo, para para os lados, né? Aí para baixo dava, porque o helicóptero embaixo é transparente. A gente Bom, então desce descemos num num vale que tinha e saiu seguindos, fora da reta da rota, né? Chegamos num campo de futebol, paramos lá e tal. Perguntamos o nome do lugar né, aí identificamos no mapa e fomos <laughs> horizonte. O pro problema que parecia ser simples ficou quase uma semana. Depois saímos de lá, aprontamos o helicóptero e fomos né. O helicóptero tem a vantagem que você eh, no meio do caminho, se tem necessidade de ir no banheiro, pede para ele <laughs> descer, você vai lá na moitinha, sobe e continua a viagem. Então, a primeira viagem foi tudo bem né. Chegamos lá, iniciamos o projeto. ih ih ih o o o o você Antes de de fazer a medição, a gente tinha que fazer um voo de reconhecimento por os pontos onde ia descer. E, como eu falei, eu não tinha certeza se o lugar que eu tinha escolhido dava para descer helicóptero. Então, eu queria ter certeza, porque na hora o helicóptero tinha que descer lá, fazer uma visada com o aparelho, subir de novo e partir para o próximo né. Primeira voo que eu fui fazer, pegavam uma um mapa, e uma fotografia era, então saía do lugar e eu. Então, ele eles para facilitar a descida do helicóptero eh, eles tiraram as portas laterais né. Então, eu fu fui no então eu vou no primeiro voo, já né sentei na frente. E a a coisa engraçada é que, quando o helicóptero levantou o voo né, que eu estava segurando a prancheta aqui com, olhando a fotografia onde eu ia seguir, Passou uma rajada de vento, assim veio (assoviu) <laughs> carregou o prancheta e tudo da minha mão. Eu tive a <laughs> sensação de que tava indo junto, sabe? Eu digo Caramba, <laughs> né? Aí <laughs> depois fez meia volta, né? Voltou a gente. Encontrou o material, aí eu me amarrei mais né, prendi <laughs> a prancheta para não se o vento pegasse, não carregasse. Aí fizemos o recorrecimento, aí implantamos. Mas essa região é mui de muita chuva na época que a gente foi fazer, né? Então o problema era você... Porque para você não perder o serviço, a missão, você tinha que sair, fazer um circuito lá de duzentos quilômetros por aí e chegar no ponto inicial para fechar. O problema é que, às vezes, dava para ir, mas, antes de fechar, o tempo mudava e não tinha condição né. Então, essa a gente tava tinha que estar sempre de plantão, de olho no tempo. Então, a a a começou o projeto e a gente ia indo né, com essas né trabalhando todo dia que dava folga. Então, tinha o rádio do helicóptero e a gente instalou uma base na cidadezinha. E, a cada ponto que ele parava, vocês se comunicava. Aí, era um domingo, eu estava na base, por sinal, acompanhando as missões, aí, eh nesse dia eh, apareceu um um sujeito lá na na nesse domingo eh, dessas pessoas que se meio eh que parece meio desorientado sei lá, meio bebum, meio né meio contador de história entã, e ele falou, olha uma fazenda aí, que eles contaram que se se o avião se o avião de vocês pousar lá, eles passam fogo, viu? Vocês não vão lá, não. Mas ninguém deu muita atenção <laughs> para aquilo, né? Aí, nesse dia, a gente estava trabalhando com... Estava fazendo esse trabalho, né? No domingo. Saímos, ele desceu, ó, estamos no ponto Xis, estamos saindo para tal ponto, tudo bem, pá, pá. E eu ia controlando os lugar, né? Aí, chegou num certo ponto, sumiu do, saiu do né da rádio. Tinha aquele código, né? Julieta, não sei o eh, Jota... Papatango. Enfim, aquele nome de né de prefixo de helicóptero. E chamava, e não né... Aí, caramba, né? Aí o chefe da equipe americana também, porque eles eram dois operadores e mais um chefe. Então, eu começamos a ficar preocupado, né? Aí Chamava e nem não dava retorno. Aí começou a escurecer e o helicóptero, até seis horas, se não voltar, alguma coisa aconteceu. Aí foi, cadê o helicóptero? Nada, né? Aí, dia seguinte, também, aí conversei com o dono da da tecnologia da empresa lá, o rapaz da líder também, né?

Aí, bom, vamos, então, ver o que aconteceu. A gente se se comunicou com com Terezina, estava a seiscentos quilômetros de lá, mais ou menos né. Aí eles A gente alugou um avião né, aí fomos fazer o o o trajeto que que eles teori Aí eu fui na frente com mais uma outra pessoa e fomos tentando identificar os detalhes, fazendo um voo né mais ou menos baixo, seguindo aquela rota né. A gente tinha a primeira ideia é de que pa fosse tivesse acontecido alguma coisa naquela propriedade que a pessoa alertou né. Mas passamos por lá né e não tinha nada. Aí saímos, chegamos num num lugar assim, tinha uma clareira com a área enorme assim que tinha pegado fogo. Aí, bem visível né, a gente tentou identificar alguma coisa, mas não... estava tudo queimado, né? Então, continuou. Aí, andamos um pouquinho mais, o pessoal lá com o lencinho <laughs> abanando, né? Aí, a gente realmente identificou onde eles estavam, né? Estava mais ou menos a dois quilômetros do local onde pegou fogo o helicóptero. Aí, a gente retornou, depois ligamos de novo para a Aeronáutica, Eles mandaram um helicóptero desses que eles chamam sapão, desses que até participaram <laughs> aí desse resgate né, desse tipo. Aí a gente, dois dias depois, fomos até, porque lá não tinha condição de descer, a não ser... O acesso era só por helicóptero, né? A gente foi lá, aí resgatou as pessoas, né? e a as a as o rapaz que estava na na equipe. Né então, eles relatam o que se passou né que. Quando eles desceram, fizeram a medição. Na hora que foi levantar, o esqui prendeu no ar. um tronco de árvore derrubado, e ele não permitiu que ele levantasse, ele virou. Na hora que virou, tinha muito equipamento elétrico e eletrônico, pegou fogo, e aí eles né começou, aí antes de de se livrar dos equipamentos que estavam tudo amarrado, aí saíram correndo, porque disse que o fogo logo foi se propagando né. Aí ele disse que olhou, porque realmente a região lá, você não tinha ideia, era no meio de um mato assim, uma clareira lá, mas não tinha noção para que lado estava o quê. Aí eles disseram que viram uma trilha, né? bom... Aí anda caminharam pela trilha e viram esterco de cavalo, relativamente fresco. Falou, se aqui teve cavalo, né, vamos seguir essa pista, porque deve levar a algum lugar. Diz que andaram lá uns alguns quilômetros, né? Aí acharam lá uma pro um uma rocinha né, no meio do e um casebre lá. Eles abriram a porta, conseguiram entrar. Aí diz que tinha um restinho de feijão lá.

Eles acharam água num poço lá e prepararam feijão e cozinharam. Ficaram ali, né, aguardando. Bom, aqui é de fome, né? Tinha cana, ele falou que, né? No roçado tinha cana, eles ficaram chupando cana também. E diz que ti tinha um bezerrinho que volta e meia passava lá por perto. E o meu colega falou, começou <laughs> a fazer amizade com o bezerrinho, né? Ele falou, se a coisa apertar <laughs> e ninguém aparecer, você vai ser o próximo. <laughs> aí né, quando a gente desceu lá, o o gringo da da equipe americana né, que era um bebia que nem um do, a primeira coisa que chegou na cidade, né?

A única coisa que estava meio machucado, né? Porque ele na hora que ele foi descer, aqueles aqueles plásticos do do helicóptero que arrebentaram, né? Arranharam um pouco, mas ele aquilo lá <laughs> nada para ele. Então, foi, uma digamos, um acontecimento que deu mais pimenta <laughs> para essa missão. Depois, fui novamente né, esse helicóptero que teve toda aquela a aeronáutica, foi lá para registrar o fato, enfim né. A gente pediu novos equipamentos também para a empresa americana. Aí fui numa segunda vez de helicóptero <laughs> para lá né aí. Pegaram outro helicóptero aí. Esse, sim né, a gente foi até lá. Mas é é uma viagem muito assim bem longa, porque helicóptero é... E também assim emocionante. Né nessa altura, eh muita gente que faz algum tipo de de de aventura, de árvore, de arvorismo e tal, mas ah é a situação realmente de helicóptero andar. Nesse trecho, nessa ida que eu fiz, você a gente pegou uma chuva pesada próximo de uma de uma região lá de mata né. Foi outra vez que eu também passei uma adrenalina terrível, porque na região quando, o helicóptero, a a a a sustentação é na hélice principal, né? Então, quando você passa uma região, conforme a variação do relevo, aí forma vácuo, aí ele cai assim de vez, <laughs> sabe? <laughs> como se fosse descendo do elevador, né? Aí, quando ele bate de novo na no ar, aí dá aquele estalo, né? Então, no começo, aquele barulho, mas depois que a gente se acostuma, aquilo lá passa a <laughs> ser diversão. Mas foi uma aventura, assim, muito interessante, que realmente foi um dos últimos projetos que eu trabalhei, que eu eh participei eh, trabalhando pela Terrafoto.
Estou pensando, <laughs> você contou tantas histórias <laughs> né não é e nossa. E você falou de várias fases da vida. Não sei se tem alguma que você está lembrando, que eu acho que a gente está chegando no fim da entrevista aham aham, se alguma ou ou alguma fase da vida que você queira compartilhar, que você está lembrando agora.
Temos mais uma pergunta para te fazer, se você não... Não, o que eu eh eh costumo até comentando, conversando com meus filhos né, e como você viu nesses próprios relatos, que eh eh eu tive uma vida, se comparar comparar com a vida dos meus filhos e dos colegas deles que eu conheço e de quase todo mundo que mora na cidade, cheia, assim, de de acontecimentos, que, às vezes, eu digo, se os meus filhos fossem contar alguma coisa do que passou, é uma coisa quase como uma rotina da vida de quem mora ou na cidade ou no campo, mais ou menos aquela sequência. Então, por circunstâncias diferentes né, eu acabei tendo a vida assim de dificuldades, muitas dificuldades, muitos desafios, Tristezas e alegrias né, porque já tive assim que enfrentar apertos difíceis, medos, e também tive a oportunidade de de visitar muitos países. Né me hospedei no Meridiano de Paris, <laughs> por exemplo né. Eh estive nos melhores hotéis de de Nova Iorque, da Holanda. E também já já fiz viagens para o interior aí, onde não tinha luz, aonde você, às vezes, até de noite, se tinha alguma necessidade, tinha que <laughs> enfrentar a chuva e ir lá no debaixo da árvore. Enfim Já experimentei de situações assim bem opostas né de de vida né, de dificuldades e de satisfações. Por isso que que hoje, graças a Deus, eu olho para trás. E acho que tive uma vida muito vivida né. Como eu falei, durante a época que que eu tive que trabalhar para sobreviver, eu sempre segui essa esse roteiro de de de ter uma vida bem planejada, pensando no futuro. E, depois de seguir esse caminho, graças a Deus, hoje já prevendo isso quando trabalhava, tenho sem sem ter uma situação de luxo na vida, mas pude me garantir para o futuro, me aposentar e ter uma situação estável, financeira, que me permite hoje em dia usufruir da minha vida. Eu, quando era jovem, sempre falava assim, não, eu tenho que garantir o meu futuro. Hoje eu falo, o meu futuro é hoje, eu tenho que viver do melhor maneira possível. Então, hoje, graças a Deus, eu eh vi viajo né de vez em quando na minha programação. O ano passado eu estive na África, dois meses atrás estive no Chile. Enfim Enfim, muitos países que eu conheci enquanto trabalhava, por fim, eh patrocinado pela empresa. Agora eu estou voltando por minha conta. Durante a semana tenho uma vida controlada. Faço academia três vezes por semana. Enfim, jogo meu tênis. E, graças a Deus, levo uma vida saudável. Então eh, graças a Deus, o meu planejamento, eu posso dizer assim, que deu certo. Algumas pessoas são de opinião... O certo é viver hoje né, o dia de hoje. Então eu concordo que a gente deva viver todos os dias, mas também vivendo você vive melhor hoje se tiver um futuro né sem aquela espe insegurança. E, graças a Deus, hoje eu não tenho esse essa sensação de insegurança.
Muito legal. Esse essa resposta foi já minha pergunta. A gente sempre <laughs> pede para a pessoa falar um pouquinho <laughs> né desse processo. Você falou um pouco do passado e do futuro. Era isso que eu ia te perguntar. Ih Então, queria agradecer muito <laughs> a sua presença aqui, ter ouvido essas histórias e pedir para você fazer uma pequena fala aham repetindo aham o seu nome completo, hum sua cidade e local de nascimento, e um pouquinho da sua profissão, aham de quem você é, como você viu aham lá de fora. Aham Que aí a gente vai abrir seu vídeo com essas informações. Que eu vou dar agora? Que vai dar agora.

Aos catorze anos, eu vim para o Rio. Depois, aos dezesseis, para São Paulo. E a minha eh as minhas memórias de infância estão ligadas... ao lugar onde eu nasci. A minha adolescência foi passada assim com muito trabalho, não usufruí propriamente. E daí para frente, passei a me profissionalizar, estudar e trabalhar em São Paulo, a partir dos E acabei adotando São Paulo como a minha cidade definitiva, porque eh as minhas raízes quase que se perderam. Se hoje eu volto lá, as pessoas que eu conheci na infância, dificilmente eu vou reencontrá-la. Então, hoje tenho, as minhas raízes estão muito mais aqui no estado de São Paulo né, onde estão A maioria também dos meus parentes e, principalmente, a minha família nuclear né, que, além dos meus filhos, eu tenho agora a minha segunda esposa né. ih

Obrigada.